E dois. E fala para a gente o nome do seu pai e qual que era a atividade dele, profissional, se ele já é aposentado, enfim.

Atual, né? Uhum. Eh

E a mãe da senhora?

Você pode contar para a gente, se é que você se lembra, ou ou sabe a, a história de como seus pais se conheceram?
Olha, ê eles se conheceram no Alto ri, Alto Rio Doce. Eles moravam em. Eh a, moravam num lugarejo que faz parte de Alto Rio Doce, que chama Arco Verde. E Uma coisa assim que eu lembro dele contando é que o o pai dele não admitia essa namorada, porque ela era de família pobre. E até parece que fugiram para casar, uma coisa assim.
E aí depois vieram para São Paulo.
Vieram para São Paulo. Casaram e vieram para São Paulo.
E você tem irmãos, irmãs?
Nós somos dez irmãos.
E você é nessa, na ordem
Eu sou a primeira.
Você é a primeira. Então você é a primeira que nasceu aqui em São Paulo.
Todos nasceram aqui em São Paulo. Eu sou a primeira.
E você nasceu algum tempo depois deles chegarem aqui em São Paulo, seus pais?
Uns dois anos.
Que que você lembra da sua infância? Por exemplo, a sua casa de infância.
A minha casa de infância, olha, para mim ela era enorme, para mim ela era muito grande. Três quartos, eh duas salas, tinha um quintal nos fundos onde meu pai fazia um balanço para a gente, eh que ele chama de gangorra, né? E lembro que ele gostava de pintar portas e janelas de verde. Era tudo verde. Era parede sempre branca e e janela e porta verde.
E como é que era a sua relação na infância com os seus pais?
De muito respeito. Muito respeito.
Você se lembra de algumas passagens, por exemplo, eh enfim, algum episódio marcante ou ou coisas que vocês costumavam fazer, brincadeiras, passeios, etcetera

O meu pai, no domingo, ele juntava, na época era cinco filhos, ele juntava a criançada e ia passear na linha do trem. Então era era uma área assim, bem arborizada, de Mata Atlântica, e ele levava a gente para fazer um piquenique. Então vamos fazer um piquenique. Levava a gente, levava uma garrafa de de suco, umas coisas assim, e a gente fazia piquenique na linha do trem. E E eu lembro, até hoje eu não esqueço, da flor que a gente encontrava na mata ali, que era uma flor meio abóbora, parecia vários dedinhos, eu não sei o nome dela. Então é uma coisa que eu não consigo esquecer.
E a sua casa? Onde on, assim, onde ficava a sua casa? Você se lembra da da da vizinhança, como era a rua? Descreve para a gente assim da forma como você se lembra. Tá. Eh
A nossa casa é ali um pouco depois do Interlagos. E na época que eu era criança não tinha asfalto ainda, né? Era tudo de terra. A gente brincava muito na rua. Então eh, do lado da minha casa tem os primos. Então, os primos lá também era uma família de cinco filhos. Então, sempre era muita gente para brincar. A gente brincava muito na rua. Brincava de queimada, brincava de rouba lata. Fazia fogueiras de São João, ficava até tarde da noite né, as mães conversando na calçada e a gente brincando na rua.
E a parte de educação, assim, escola, como você se lembra quando você foi para a escola, como é que era?

Eu não fiz pré-escola. Parece que já existia na época, mas eu não fiz. Eu entrei na escola no ano em que eu fazia oito anos. No ano da inauguração da escola, uma escola municipal. Minha mãe levava a gente para a escola, até a porta da escola, durante acho que uns dois, três anos ela levava.
Como é que era a sala de aula? Tem algum, lembra de algum amigo, amiga?

Trabalho em grupo a gente fazia com elas. Aí eu ia para a casa delas. Era lá no no Iporanga, um bairro próximo lá. Depois da escola, do outro lado.
E que tipo de trabalho que vocês faziam, você se lembra? Ah
Ah, era pesquisa em livro, recorte de revista e jornal para ilustrar o trabalho, desenhos.
E seus pais, eles vêm do interior de Minas, né? Certo. Qual que, nessa época da infância, era a sua relação com as origens dos seus pais? Vocês iam para lá?

Como é que era isso? Conta para a gente.
Nossa, era era, era uma das partes mais gostosas da vida. A gente sempre viajava para Minas nas férias. Nas férias de julho e nas férias de janeiro. Eu gostava muito de ir para a casa dos meus avós. Para a casa dos meus avós paternos, eu lembro de ter ido umas duas, três vezes. Mas para a casa dos avós maternos a ge, parece que a gente ia todo ano. Era muito bom. Meu avô era uma pessoa muito. Eh Era uma pessoa muito boa. Ele gostava muito de conversar com as crianças. Ele ficava contente quando a gente chegava lá. Levava a gente para conhecer todo mundo. Todos os amigos dele. Ele levava a gente para passear. E assim, a gente percebia que ele tinha uma felicidade enorme quando a gente chegava lá. Conversava muito comigo. Eu lembro de, assim, no caminho, voltando para casa, depois de ter ido passear na casa de algum parente, de algum conhecido dele, a gente conversava sobre eh variados assuntos. E eu sempre falo que ele era muito místico. A minha família é católica né, tanto por parte de pai, como por parte de mãe, os avós, tudo católicos. Mas eu falo que meu avô materno era místico. Por causa dos assuntos que ele conversava com a gente. Né. Eu gostava muito. Então ele falava assim eh, a nossa, a nó a nossa compreensão é muito limitada para entender o que é Deus. Então, conversas assim.
Como é que era para uma, para uma menina paulistana, metropolitana, ir para uma cidadezinha que que era era era menos até, era menor do que uma cidade pequena até, não era?
Exatamente.
Era um lugarejo assim, um povoado, não é isso? Como é que, como é que você descreve para a gente assim? Como como que era Tanto a a a a paisagem, as casas ali, quanto as sensações que você tinha ali de estar naquele lugar? Uhum. Eh
A casa do meu avô era de pau a pique. É bem simples, coberta de sapé. E não era nem no lugarejo, era na roça mesmo. A gente chegava na cidade de Juiz de Fora, pegava um ônibus para Mercês de mercês, a gente ia a pé. Eu não sei agora quantos quilômetros, mas bastante né. A gente Pa para gente parecia que a gente andava quase o dia todo. A minha mãe com várias crianças, subindo serra, descendo morro né, estradinha assim que ô, hoje eu sei que tem época lá que não passa carro ainda. Ainda hoje. Tem lugar que não passa carro e. E a gente ia para a roça. Lá, meu avô tinha plantação de de feijão, milho, arroz. E quando a gente chegava em janeiro, ele falava assim, olha, plantei amendoim para fazer para vocês aqui um um doce, não é. E A minha mãe mostrava para a gente lá o resto da fazenda. Assim, o alicerce, algumas pedras que ficaram ainda da casa da avó dela. Eu achava aquilo muito interessante, era o lugar que eu mais gostava de brincar. Era no meio daquelas pedras ali, que era o alicerce da casa antiga. Né
Vocês passavam lá o quê? Uma semana?
Em janeiro eu passava quase um mês. E em junho, pouco mais de uma semana. E a gente brincava com as crianças lá do lugar, a gente brincava... De que que a gente brincava? Brincava na terra, né, eh com galho caído das árvores, frutas caídas. A gente fazia brinquedinho, fazia fazendinha.
E aí depois da das semanas de descanso lá, vocês voltavam para São Paulo.

E como é que era viver numa casa com com várias crianças? Porque você é a mais velha, né?
A mais velha.
Deve ter tido algum momento nessa, nessa trajetória aí de de de irmãos que foram nascendo que deve ter juntado uma criançada ali na casa.
Nossa, bastante. Ma.. Como é que era? Bastante. Ê eu brinco falando que nós éramos muito esportistas, né? Meu meu meu, meu irmão jogava tênis na cara da gente. <laughs> Então, sempre tinha um vidro quebrado. <laughs> Porque criança briga mesmo, né? Então, a gente tinha desavenças, mas também éramo éramos muito unidos. Somos, até hoje, muito unidos. E a sua mãe, com essa tanto de filho, como é que ela lidava? Era Olha, uma família como a nossa, assim, eh a mãe tem que ir solicitando dos maiorzinhos ajudar a cuidar dos menores, né? Tem que ser assim.
E aí, agora me conta um pouco da sua trajetória escolar. Você estava, você entrou com oito anos.

Aí foi, me conta assim um pouco, cronologicamente, você foi mudando, mudou de escola, não mudou de escola?

Eu estudei do primeiro até o oitavo ano na mesma escola. E só mudei no colegial.
E como é que foi essa trajetória de oito anos? Deve ter criado muita raiz, muitos contatos, muitas relações, ou não?
Olha, infelizmente, eu não consigo encontrar mais ninguém daquela época. Eu gostaria.
Mas me conta daquela época mesmo.

Você teve alguma amiga especial?

E a gente fazia trabalhos juntos, juntas, né?

Então, eu lembro que na quarta série, eu achava ele lindo, divino, maravilhoso. <laughs> E eu ficava. Mas era assim, platônico, né? Nunca ficou sabendo... E achava ele lindo. E ele morava no mesmo bairro que eu. Então, eh era uma pessoa assim que eu admirava, ficava falando, comentava com as colegas, ficava olhando, mas nunca conversei. Nunca conversei nada além. Uhum. Dos nossos estudos lá. E um, ah, aí eu estou lembrando de outra coisa. No quarto ano, nós tivemos um um professor chamado Pedro. É difícil, né? Um professor no primário. Uhum. É sempre professora. E eu sei que esse Pedro também deixou muita menina apaixonada. A gente. Na a quase a classe toda chorou no final do ano, quando descobriu que ele não ia dar aula para a gente no quinto ano. São coisas legais.
E como é que apo, aproveitando o a a temática, me conta como é que foi, por exemplo, a entrada na adolescência? Como é que era ser adolescente nessa escola, no seu bairro. Hum. Passar da infância já para aquele, para aquele universo mais juvenil? Ah
Ai, eu não, eu não sei nem dizer. A gente foi foi crescendo ali né, junto com aqueles amigos,
Por exemplo, o que que vocês faziam depois já mais
Para o Sesc. Tem o Sesc Campestre próximo. Então eu lembro que a gente passava várias férias ali. Quando eu não ia para Minas, a gente ficava no Sesc Campestre. Ou eu sempre passava alguns dias lá. Eles tinham umas promoções para o, para o pessoal de escola pública. Então a gente ia, passava as férias lá, passava o dia todo. O que que eles faziam lá? Ah Lá a gente tinha o parque. Tinha algumas atividades e a gente fazia piquenique também. Era o nosso lugar de fazer piquenique, né. Eu tenho algumas fotos em preto e branco, porque numa época eu ga, eu ganhei uma câmera fotográfica. As fotos eram preto e branco, eu mesma levava para revelar. Levava no Rio Bonito, que é um bairro próximo ali. Tirei várias fotos nessa época. Que que você gostava de fotografar? Paisagem. Ainda gosto. Gosto de de fotografar pessoas, mas eu gosto muito de paisagem.
E qual que era a paisagem ali daquele seu entorno naquela
Ali eu fotografei, lógico, a linha de trem, eh no Sesc, que está dentro da da Mata Atlântica né, então tem, tem o lago.
Isso era mais ou menos final da década de

Não, se, em setenta eu entrei na escola.

Né. É. Então, depois já com oito anos. É. Setenta eu entrei na escola. Mas aí você já com oi, você ficou até a oitava série
Fiquei até a oitava
Quer dizer, oito anos depois, mais ou menos. Isso. Né

E sete, setenta e oito. E por aí
Por aí. E aí, depois da oitava, você foi para onde? Depois da oitava, eu continuei no me, no mesmo bairro, né? Rio Bonito. Aí era escola estadual. Também fiquei ali até o terceiro colegial. Só que, na época, eu estava trabalhando numa loja. E aí eu consegui um horário reduzido na loja e fiz ao mesmo tempo o colegial e o magistério, porque eu fiquei em dúvida. Na oitava série eu fiquei em dúvida. Falei, e agora, o que que eu vou fazer? Né, na oitava série. Eu não sabia o que eu queria ainda. Então eu fiz os dois ao mesmo tempo. À noite eu fazia o o colegial e à tarde eu fazia o magistério.
Você trabalhava de manhã? Trabalhava de manhã. Foi essa, esse seu ingresso no mercado profissional? Qual foi o seu primeiro emprego?
O meu primeiro emprego, eu tinha um pouco mais de quatorze anos e eu fiquei achando que meu pai não ia me deixar trabalhar. Aí eu fiquei pensando, eu queria trabalhar, mas acho que meu pai não vai deixar. Porque ele não deixava muito a gente sair. Eh A gente não saía muito longe de casa. Né Era tudo ali pertinho, tudo no bairro. E aí eu fiquei pensando que ele não ia deixar. Mas no dia que eu perguntei para ele, falei, pai, eu quero trabalhar. Ele falou, ah, tem um setor lá na fábrica que é só de meninas. Era um setor de menores, né? Na na linha de produção. E aí ele conseguiu lá para mim. Ele conversou com o chefe daquele setor e conseguiu lá para mim. Então eu fui trabalhar lá. Saía de manhã junto com ele, saía às quatro e meia da manhã. Só que aí eu já estava estudando em dois períodos.
Você tinha quantos anos?
É, eu estava fazendo colegial, estava no começo do colegial. E você ia, você trabalhava, você fazia o que lá na linha de produção? Lá eu

Então, lá eu sei que fabricava tê vê, fabricava lâmpada. E o setor que eu trabalhava, até hoje eu não sei que pecinha era aquela que a gente soldava. Então, eu falo que eu soldava orelhinha numa panelinha. Até hoje eu não sei o que era. Mas era alguma peça de tê vê ou de lâmpada fluorescente.
E você ficou lá quanto tempo?
Fiquei lá quatro meses e meio. Passei na experiência. <laughs> Eu dormia no serviço e dormia na escola. Né Porque eu levantava quatro e meia da manhã e estudava até as onze da noite.
Era corrido o dia. Mas aí você saiu de lá e foi para, foi para a loja?
É. Quando eu saí de lá, eu fui procurar emprego no Largo treze, numa loja. E andei em várias lojas lá. E numa eu vi o cartaz precisando de balconista, né. Eu entrei e me perguntaram logo né, tem experiência? Falei, não tenho, mas eu aprendo rápido. Consegui. Fiquei dois anos e meio nessa loja. Eh, foi nessa. Era loja do quê? Era armarinho. E nessa loja foi que eu consegui o horário reduzido para fazer o magistério à tarde.
Então você fazia o magistério e o colegial. É. E aí como é que fo, era esse seu dilema sobre o que seguir?
Foi resolvido logo que eu comecei o magistério, né? Porque no segundo ano a gente começa a fazer estágio. Aí eu já comecei a pegar algumas aulas.
Como é que foi o seu primeiro dia numa sala de aula?
Primeiro dia, lógico, a gente fica assim um pouco nervosa, né? Chegar na frente lá de quase quarenta Mas fui levando. <laughs> Mas descreve Descreve esse dia assim para a gente. Tenta Se eu lembro.

Mas a escola, você lembra qual é?
Foi na escola onde eu trabalha, onde eu estudava mesmo. Num horário contrário lá, eu consegui pegar uma uma sala de, de primeira a quarta série. Eu não lembro nem qual série era. Porque a gente podia entrar em qualquer uma, né. E va e variava muito. Eu era eventual, então entrava em qualquer uma.
Mas aí você manteve o magistério colegial até o final?
Mantive, mantive. Peguei, peguei o certificado dos dois. Só que aí a minha ca, minha carreira já estava encaminhada, né? Depois dessa experiência com alunos de primeira a quarta, eu entrei no Mobral. Eu fiz o a a, passei pela seleção na prefeitura de São Paulo e comecei a dar aula na educação de adultos, que era o Mobral. Fiquei cinco anos e meio na, no Mobral.
Nossa, no Mobral você deve ter conhecido muita gente, ter entrado em contato com muita história interessante.
Muito, com. De superação

Conta algumas para a gente aí que te marca Eu trabalhei no meio da favela, no Iporanga, e era um pessoal que que recebia a gente muito bem. Eles faziam questão de levar a gente para a casa deles, de oferecer janta. Você você lembra de algum aluno assim específico que tenha te marcado? Olha, eu lembro, pessoalmente, a assim, lembro de várias pessoas, mas eu não lembro mais os nomes. Mas, mas conta essa história mesmo sem sem ter o nome. Ah, eu eu não, não lembro, assim, o nome, mas eu lembro que eles levavam a gente para a casa deles, oferecia janta, né, e recebiam a gente muito bem.

E aí depois você ficou no Mobral e você dava aula na e, na na escola que você tinha começado a dar aula também?
Não, nessa época eu estava, eu estava dando aula só no Mobral. Dava aula no Mobral à noite. É E fazia eh, tinha eh, eu era eventual ainda no Estado, então tinha poucas aulas. Eh O que que eu ia lembrar mesmo do Mobral? Eu ia lembrar mais uma coisa.
Depois eu lembro. Bom, aí nesse Esse, nesse meio tempo aí, você já já estava já com mais de vinte anos de idade, né?

E como é que estava a sua relação familiar? Aquele tanto de irmão, você ainda estava na casa dos seus pais?

Eu lembrei. Eh No Mobral, a gente dava aula eh, em comunidade, amigos de bairro, ou dentro de igrejas, né? Eram locais assim, que cedia espaço para, para o curso. Então, esse da favela era uma uma sociedade. De de moradores dali. E
Mas aí você, durante esses cinco anos. Uhum. Pode falar. A
A relação com a família. Eu ainda morava com os pais, mas aí eu já estava namorando, né? Conheci meu namorado no Sesc, né. Um, um dos passeios Um dos passeios de fim de semana no Sesc.
Você lembra de quando você encontrou ele assim, a primeira vez?

E contava muita história. Mentia bastante. <laughs>
<laughs> E aí você namorou com ele muito tempo?
Namorei com ele quatro anos. Aí, quando eu fiquei grávida, eu achei que eu era obrigada a casar.
E aí você casou? Casei com ele
Casei com ele. Eh Tive dois filhos. Eu estava grávida do segundo filho, eu decidi que não dava certo, que eu não ia continuar com ele. E aí eu me separei. E quais são o nomes dos seus filhos? O

Esse primeiro, quem escolheu o nome foi ele né, em homenagem a um irmão dele que tinha falecido. Eu co, eu cheguei a conhecer esse rapaz já no fim da vida, era um um mocinho ainda. E

Ah, você se separou antes de nascer o segundo filho.
Me separei antes de nascer o segundo filho. Fui morar na casa de uma colega em Santa Ce, no bairro de Santa Cecília. Você foi para o outro lado da cidade.

Eu estava dando aula ainda. Ah, sim, nessa época eu estava dando aula no primário e fazendo a faculdade de geografia, quando eu tive o segundo filho.
Ah não, então, espera aí, então conta para a gente. Você estava Você casou, teve um filho. Isso.

Continuei morando no mesmo bairro, no Rio Bonito.

É. E e aí foi morar com o seu marido e.
com ele, isso.
E como é que foi essa sensação de ter um filho, primeiro filho.
Ah, eu estava encantada, né? É claro que que maternidade deixa a gente super diferente, né? Adorava o meu filho. Eh Eu achava o marido muito irresponsável. Ele era muito criança. A gente casou com dezoito anos, né? E tudo. E como é que você fazia para conciliar isso?
Trabalho, filho?
Eu deixava meu filho com a minha mãe e ia trabalhar. Aí depois, quando ele chegava do trabalho, quando ele estava trabalhando, aí ele pegava o menino, ficava com ele até a noite, quando eu chegava.
E o vestibular? Quando apareceu na sua vida? Quando você decidiu fazer geografia?
Quando eu decidi fazer geografia, eu estava dando aula numa escola lá no São José, e uma colega me falou assim, olha, está faltando professor de geografia, falta muito professor de geografia na rede. Aí ela me incentivou a ir para a faculdade, né. Eu fui para Guarulhos fazer faculdade. E gostei da área, adoro geografia.
Mas aí você continuava dando aula no Mobral nesse meio tempo?

Como é, como é. Não, aí eh. Como é que foi esse paralelo?
Aí eu estava dando aula numa segunda série. Eu tinha Aí eu já tinha uma classe o ano todo. Mas eu queria falar uma coisa que aconteceu antes. Terminando o o magistério, várias pessoas da mesma classe foram para Batatais fazer pedagogia. E Eu fui junto. Aí fui e fiquei seis meses. Em seis meses eu desisti do curso de pedagogia. É uma história enrolada o meu cu, eh, esse curso de pedagogia. Eu não consegui fazer até hoje. Né Já tentei três vezes. E por que que você desistiu lá? É um curso muito teórico. Eu gosto de coisa mais prática. Não consegui fazer. Era curso De ir uma vez por mês, levar trabalho. Mesmo assim, eu não gostei do curso. Depois eu fui, numa outra época, eu fui para o a bê cê Aí era um curso que tinha que ir sempre. Também não gostei do curso, por por ser muito teórico. A terceira vez que eu tentei fazer pedagogia, faz uns quatro anos, eu fui para. Aqui em São Paulo. Para a Uni.

Era um curso para para fazer sábado, para quem já tem licenciatura. Então, era um curso mais curto. Acho que era um ano e meio. Não, do a bê cê também era um ano e meio, para quem já tem licenciatura. Não consegui, porque eu fiquei pensando. Eu trabalho a semana inteira, o dia inteiro. Aí, sábado, eu vou para a faculdade e fico ouvindo um professor falando coisas que eu poderia sentar em casa e ler. Não consegui fazer. Então, nessa terceira vez que eu desisti de fazer pedagogia, eu fui fazer informática educativa. Adorei. Eu ficava sábado o dia inteiro na faculdade, mas era uma coisa que estava me dando mais prazer. Mas isso agora mais recente

Então vamos, vamos voltar ainda um pouquinho antes de chegar aqui. Você estava lá fazendo, eh Você já estava com a sua sala de aula, o segunda, a segunda série, né? Isso, e fui Fazer geografia. Aí foi fazer geografia
Continua. E tinha um filho pequeno. E tinha um filho pequeno. Que eu deixava com a minha mãe enquanto eu ia trabalhar.
E já ti, e nesse meio tempo você não tinha tido o segundo ainda?

Então você ainda era casada?

Era casada, tinha um filho pequeno.
Brigava muito com o marido, brigava demais com ele, eu achava ele muito irresponsável, porque eu estava trabalhando o dia todo e ele fi, ele ficava muito tempo desempregado. E quando ele ficava desempregado, ele não cuidava da casa e do do filho, né? brigava bastante.
Mas e a vida na faculdade lá, como é que era?
É difícil localizar no tempo as coisas, né? É difícil. Porque, olha a, quando eu terminei mesmo a faculdade, eu já estava tendo meu terceiro filho. Então eu parei a faculdade algumas vezes. E era do outro lado, porque você morava. É. No Interlagos. Morava no Interlagos e estudava em Guarulhos.
Nossa, como é que você fazia? Como é que era o o transporte daqui?
De ônibus, metrô e ônibus. Você demorava muito. Bastante.
E aí nesse meio tempo você se separou. É
E parei a faculdade um tempo.
E foi morar com a amiga em Santa Cecília.
Fui morar com a amiga em Santa Cecília.
E o filho ficou com a sua mãe ou foi com você? Ficou
Foi comi comigo. Ele foi comigo um tempo. Aí quando eu tive meu segundo filho, eh, eu decidi que não ia mais ficar com ele. Meu pai falou, então volta para casa. E arrumou um lugar para mim de volta na casa dele. Eu fiquei ali com, com o meu primeiro filho. Foi a época que eu engravidei. Eu engravidei e eu não queria contar para o meu pai que eu estava grávida. Do segundo filho. É. Nem do primeiro, nem do segundo, nem do terceiro. Eu nunca tive coragem de contar para os meus pais que eu estava grávida. <laughs> Eu eu sei que quando eu engravidei do primeiro e achei que eu tinha que casar, se eu tivesse conversado com a família, talvez não teria sido essa a solução. Né Do segundo eu falei, puxa vida, reincidente. Aí fui morar com uma amiga, fugi de casa, fui morar com uma amiga. Fugi, fui passear em Minas, voltei, fiquei com essa amiga, peguei licença na escola.
Você, você não quer contar mais sobre isso não, esse episódio?

Você saiu da casa do seu marido.
Saí, fui para a casa do meu pai. Na casa do meu pai eu engravidei pela segunda vez, do meu marido. Aham. <laughs>
E aí fugiu?
Aí fugi.

Você saiu ou foi para Minas? Saí e falei que ia passear. E aí voltei e fiquei na casa de uma amiga. Fiquei muito tempo sem conversar com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos. Eu não tinha coragem de voltar, eu tinha que dar uma solução e eu pensei até em doar meu filho. Graças a Deus não deu certo, eu desisti. Amo de paixão.
E aí você voltou para casa depois desse período?
Então, aí depois desse período, quando eu saí da casa dessa minha amiga, eu morei numa outra casa. que foi alugada por pelas freiras. Foi assim, quando eu tive esse, o meu segundo filho, eu não queria voltar para casa ainda, ainda não estava preparada.

Eu fiquei lá com elas um tempo, E ali eh, nós alugamos uma casa e moramos quatro mulheres juntas. Algumas grávidas, outras que já tinha filhos. Uma ajudava a outra. Nessa época eu trabalhava. Trabalhava no Mobral ainda? Acho que sim. Trabalhava no Mobral ainda.
E como é que era essa relação na casa? Quatro mães?
Quatro mães. <laughs> Uma ajudava a outra, era muito legal. Né Algumas já tinham os filhos, a ô tinha que cuidar mais da criança. A outra que ainda estava grávida ajudava a gente. Muito legal. Ali eu conheci a madrinha do meu filho.

E nós moramos nessa mesma casa. Aí eu convidei para ser madrinha do meu filho.
Do segundo. Do segundo filho.
Depois ela casou com um médico, foi morar na Bolívia e eu perdi contato com ela. Mas eu gostaria muito de encontrá-la.
E aí depois disso você voltou para a casa dos seus pais?
Voltei nã. Voltei. Depois disso, depois do amparo maternal, eu chamei meu pai, me incentivaram a chamar meu pai, minha mãe, a gente conversou. Eu voltei para a casa deles, com dois filhos. E como é que foi essa sensação do retorno? Olha, essa sensação do retorno foi assim meio chata, meio constrangedora, porque meus irmãos não se conformavam, né? Meus irmãos achavam que eu não tinha direito de voltar para a casa do pai. E E meu irmão mais velho ficou vários anos sem conversar comigo. Eu não entendo direito ainda o que foi que aconteceu. Acho que nem ele lembra mais o que aconteceu. Hoje a gente se fala, hoje a gente se dá bem, mas ficamos muitos anos sem conversar. Porque eu acho que foi alguma coisa que aconteceu nesse período, sabe? Casei e me divorciei. Alguma coisa que aconteceu ali. Que ele achou que não estava certo e não falou. Mas é basicamente isso. Ele achava que eu não tinha direito de voltar ali para a casa do meu pai.
E quando você voltou, ain ainda muitos dos seus irmãos ainda moravam lá.
Isso, ainda moravam. Os meus irmãos mais novos ainda moravam ali. Aí eu tinha um namorado, um outro namorado, lógico. Eu estava me separando do primeiro marido, eu já conheci uma outra pessoa, né. Eh Nessas de passear fim de semana à noite, e ir assim para um bar com a minha irmã, âh que tem uma irmã que assim a gente conversa bastante, ela é minha amiga, confidente. E com ela, às vezes, a gente saía um, uma sexta à noite, um sábado à noite, ia para os bares ali do, da Atlântica, da Roberto Kennedy. E ali eu conheci uma pessoa, marquei um encontro no Ibirapuera. Foi legal, essa história é legal. Aí, marquei um encontro com essa pessoa lá no Ibirapuera, num sábado de manhã, às dez da manhã. Aí, eu acho que a gente encontrou uma vez no Ibirapuera, mas a eh, o o o encontro que a gente marcou mesmo foi na frente da igreja de Moema. E Então, eu fui, sábado de manhã, umas dez horas, eu estava lendo um livro do Padre Quevedo, E eu sentei na igre, na na escada da igreja e fiquei lendo até a outra pessoa chegar, né. E Aí passou um rapaz, me perguntou as horas, e nisso a gente ficou conversando. Ele tinha marcado com um amigo dele, que ele ia encontrar ali na frente da igreja e ia sair. Nós dois levamos furo e ficamos conversando. <laughs> Né

Ah, que história, peraí. Essa eu gostei, essa foi legal. O rapaz com quem você tinha marcado encontro não foi?
Não foi, não foi. E ele tinha marcado com. Com um amigo, ele ia sair com um amigo dele, também levou furo. E, e aí a gente ficou conversando. Até quando depois, muitos anos depois, ele conta essa de que perguntou a hora para mim. Um enorme relógio na torre da igreja. <laughs> Mas ele tinha que achar alguma coisa para começar a conversar. Ignorou aquele enorme relógio lá em cima. E a gente começou a conversar. E nessa época, ele tinha entrado na Ordem Rosa Cruz. E tem tem uma loja Rosa Cruz na rua Borges Lagoa, que é bem próximo de onde a gente estava. Então a gente começou a conversar sobre misticismo, filosofia. Eu estava lendo um livro do Padre Quevedo, é um livro de parapsicologia. Então ali, só ali já rendeu bastante assunto. E ele me levou até a loja Rosa Cruz. E Aí trocamos endereço, telefone. Nessa época, eu já estava dando aula numa classe de segunda série, lá no Grajaú, morando com os meus pais. Um mês depois, ele me mandou uma correspondência com informações sobre a ordem. Eu achei interessante, fui lá, fui lá conhecer mais, conversar, me afiliei. E desde essa época eu sou estudante.

Eu não conheço a ordem. Explica para a gente. Eh
É uma escola de filosofia e misticismo. É uma É uma fraternidade mística. Eh A a tradição né, a gente fala que a tradição remonta ao Antigo Egito. Agora, a organização, os símbolos que são usados, é da Europa medieval. Porque a tradição foi sendo passada, né?

A organização atual que que, de onde eu pego essa, ê ê esses estudos é uma organização americana, onde a pessoa que fundou nos Estados Unidos aprendeu na França. Né No Brasil está há cinquenta anos. Uhum. E

Você lembra um ano exato?
Puxa vida, eu não lembro. Eu tenho anotado porque eu guardei a correspondência.

A gente já está falando o quê, de meados da década de
Ah, sim. Eu vou localizar. Eu tinha dois filhos, né? Não, eu tinha um filho.
Você já tinha tido o segundo filho né, e tinha voltado para a casa dos pais, não é isso? É
Então, o meu filho nasceu em

Oitenta e cinco, e aí você começou a namorar logo de
Comecei a namorar com ele. Comecei a namorar com ele. E Só que ele nunca quis casar, nunca quis assumir compromisso nenhum. Ele falava, está muito bom assim, você na casa dos seus pais, eu na casa dos meus pais. Eu nunca me conforme, me conformei com isso. Aí a a família dele mudou para Carapicuíba. Mudou para Carapicuíba. E 9pausa), um dia eu resolvi. Ah, sim, não, antes de de resolver alguma coisa. Eu estava namorando com ele e fiquei grávida. Mesmo grávida, ele achava que estava bom assim, que eu continua, a gente ia continuar juntos. Mas eu na minha casa e ele na casa dele. Né Como eu estava grávida, eu falei, não, não está certo isso, não. E aí um dia eu fui lá para Carapicuíba. Né. Eh Embaixo do prédio dele tinha um orelhão. Daquele orelhão ali eu liguei para o serviço dele.

Aí ele, eu até ouvi ele contando para os colegas lá, casei, acabei de casar. Acabou de casar, foi assim.
E aí você foi, já já foi de mala e cuia para lá. Fui
Fui, já fiquei lá.

Nós ficamos ali. Eu fiquei ali quase três anos. Morei dentro da casa da sogra, num apartamento, durante três anos e pouco. É maravilhosa ela, né, ela ela quando eu fiz, quando eu fiz quatro meses né, assim que já tinha o menino estava de licença quatro meses, eu ia ter que voltar para o trabalho, ela falou assim, eu falei para ela né, falei olha eu posso pegar mais dois meses para amamentação ela falou não, vai trabalhar que eu fico com ele
Aí a sogra cuidou do
Cuidou, cuidou. E eu estava grávida e fazendo faculdade e trabalhando. Aí você voltou para a faculdade de geografia. É. Eu lembro que eu morava em Carapicuíba, trabalhava de manhã numa creche em Itapevi. Meio dia eu saía da creche e ia para o Sesc Campestre, no Interlagos. Trabalhava numa escola ali perto do Sesc, eh até. Aí já era ginásio, porque eu já estava fazendo o terceiro ano da faculdade e já tinha começado a dar aula de geografia. Eu estava dando aula de geografia perto do Sesc Campestre, e Sesc Interlagos. Né e. Só um segundinho, vai trocar a fita rapidinho.
Bom, você estava falando da da da sua vida atribulada ali, porque você era mã mãe pela terceira vez.

Trabalhava numa creche, depois tinha que ir para o Sesc, eh. É

Então, deixa eu, deixa eu localizar um pouco.

Então, eu estava lá na na na casa da minha sogra com o bebê, e e trabalhando de manhã em Itapevi numa creche, à tarde numa numa escola estadual perto do Sesc Interlagos. Saía dessa escola quase seis da tarde e ia para Guarulhos terminar a faculdade. Né, então Eu rodava a cidade assim em três pontos diferentes. Eu fiz isso mais de um ano até terminar a faculdade. E na época que eu estava grávida, assim, enorme né, eu estava fazendo esse trajeto. E aí já começou a dar aula de geografia. Já estava dando aula de geografia, porque no segundo ano eu comecei a dar aula de geografia. No Estado, faltava muito professor e eles admitiam estudante. Não sei se a, se hoje ainda tem isso.
E aí você ficou três anos na casa da sua sogra?
Fiquei. Eu até brinco que quando fo, quando foi três anos que a gente estava lá, a minha sogra deu tudo que pôde para a gente arrumar uma outra casa. Ah, leva tudo. <laughs> Montou a casa para a gente.
E aí você foi morar com o seu marido?

Esse bebê agora tem vinte

E você continuando com essa vida corrida, dando aula lá, lá perto. É. Mas aí já ficou mais perto
Isso, aí fiquei mais perto. Aí, lógico, que eu deixei Itapevi, já tinha terminado a faculdade, fiquei trabalhando no Grajaú, no Parelheiros.

É, no Rio Bonito. Eu era eventual no estado, então cada ano eu estava numa escola diferente, né? Até que eu passei no concurso da prefeitura.

Conta um pouco de histórias dessa escola. Assim você tem algumas histórias marcantes? Relação com aluno, eh histórias assim de, bonitas assim envolvendo a educação, o ou de repente, talvez histórias tristes, enfim, co histórias que ilustrem assim essa sua experiência de como professora numa escola eh fixa mesmo, criando história ali.
É é difícil lembrar, assim, uma história. Mas, olha, o que eu posso dizer é, no geral, os alunos ali são de de família de trabalhadores né, são de família humilde, mas eles recebem bem o professor, pelo menos na minha época. Eram gente que respeitava bastante o professor. Agora, eu sei que, à noite, já tem um pessoal que já é mais difícil né, já é mais...
Isso era a segunda metade da década de oitenta.

Você ficou quanto tempo lá nessa escola?
Nessa escola, eu fiquei nessa escola efetiva até mudar para Praia Grande. Porque aí minha sogra tinha saído da de, de Carapicuíba e tinha mudado para Praia Grande. Só ela e o marido. E lá eles compraram uma casa e depois de uns dois anos ali, eles acharam que a casa estava enorme para eles, que eles estavam muito sozinhos, que não conhecia ninguém lá. E aí chamaram a gente para morar lá. Então, nessa escola eu fiquei até mudar para Praia Grande.

A escola que você trabalha hoje foi quando você foi nessa época? É, é

É. Mas aí você mudou para Praia Grande.
Mudei para Praia Grande. Eu moro na Praia Grande e trabalho no Jabaquara. Até hoje você mora lá?

Como é que foi essa mudança, enfim, chegar num lugar novo? Ah, nossa, quando a minha sogra falou assim, é, eu estou sozi, aqui está muito grande para a gente, a gente não conhece ninguém, né? E a gente não está se adaptando aqui ficar sozinho. Então, vocês não querem vir para cá? Eu falei, agora. Aluguei um caminhãozinho no Rio Bonito, coloquei tudo que eu podia e a gente desceu para a casa dela.

Porque eu fui para lá com três crianças. De tédio, a senhora não morre mais. Né Aí ehh, a gente foi, foi se adaptando. Para mim não foi difícil, porque eu continuei trabalhando em São Paulo e morando lá. Né e Acaba que a gente demora demais para conhecer as pessoas do lugar onde a gente mora. Eu conheço mesmo só a vizinha da frente, mais umas três pessoas. E isso Depois eu conheci outras, né, mas aí já foi por causa de outras atividades. Agora, as crianças também sofreram.
É isso que eu ia perguntar.
As crianças sofreram, principalmente o mais velho. O mais velho tinha uns dez anos, porque aí eu corri atrás de escola para matricular eles. Um estava na primeira série. O mais novo estava na primeira série. O mais velho tinha mais ou menos uns dez anos. Para ele foi mais difícil do que para os ou, para os menores, né. Ele Ele sofreu bastante. Durante uns dois anos, ele falava sempre, eu não aguento, eu não gosto daqui, eu não quero ficar aqui, eu vou morrer se eu ficar aqui, eu vou matar alguém se eu ficar aqui, um menino de onze Quando a gente foi para a Praia Grande, não tinha nada lá. Diversão era só praia. Não existia nem o shopping que tem, que tem lá hoje. Então, para um menino de onze anos, que deixou todos os amigos, a vida estruturada, né, foi difícil.
Mas e a dinâmica dentro da casa?

É a sogra, o sogro
A casa tinha dois quartos, então a minha sogra dividiu a casa no meio. Nós fizemos uma parede. No lugar de uma porta, nós fechamos. Ela ficou com um quarto e cozinha, um quarto, cozinha e banheiro. E o meu pai desceu e ajudou a gente a fazer um outro banheiro e uma cozinha. Então a gente ficou com um quarto, uma sala, uma cozinha pequenininha, que é igual um kitnet e um banheirinho. Era um quarto, uma sala e um kitnetzinho lá, cozinha e banheirinho. Para eu, meu marido e três crianças.
Nossa senhora.
Mas um quintal enorme. Uma varanda imensa, um quintal enorme. E E detalhe, a minha família é grande. Nós somos dez irmãos, agora todo mundo casado, com filhos e tudo. Quando era final de ano, descia todo mundo para a minha casa. Era metade da casa. Descia todo mundo. Teve um dia que tinha trinta pessoas <laughs> na minha casa.
Como é que foi?
Num final de ano. <laughs> Como é que vocês faziam? A gente de, hã? Como é que eles faziam Como é que a gente fazia? Olha, a gente espalhava colchonete e tapete em todos os lugares possíveis e imagináveis. <laughs> E o pessoal dormia ali. Ia para a praia, eh passeava. Tinha Tinha época que não tinha nem água para tomar banho quando voltava da praia, porque até hoje ainda falta água lá no final de ano. O pessoal com um fiozinho de água na mangueira, assim. Depois dormia no tapete mesmo.
E aí você você está lá até hoje. Eu estou. Nessa mesma casa?
Eu estou na mesma casa, só que desse tempo para cá eu comprei uma casinha financiada lá em Mongaguá. Aí é uma casinha bonitinha, bem arrumadinha, acabada, e a minha sogra foi para lá. Né Ela falou assim, eu não aguento mais criança, não tenho mais criança, já adolescentes, né? Falou, eu não tenho mais paciência, eu fico preocupada com eles Aí a casa que tinha sido dividida voltou a ser. Voltou, é. Aí a gente, aí voltou a abrir a casa e estamos ampliando. Então agora a gente está fazendo uma sala maior, eh está ampliando ainda. Fizemos uma nova cozinha grande, estamos construindo uma sala, uma garagem. Então se essa casa um dia sair, vai ficar grande.

Aí dava aula de geografia no no, no ginásio. Só que aí você começou né, em algum período da sua vida, a fazer esse curso aos sábados de informática, não é isso?

Eu fiz na Uni nove, eh informática na educação. É uma uma pós, uma especialização.
Agora isso me faz. E hoje você trabalha com orientação. No laboratório, é. No laboratório, né? É Então isso me me deixa curioso pela seguinte coisa. Você consegue, já que o computador é uma ferramenta de trabalho.

Você se lembra da eh, do primeiro contato que você teve com o computador?
Lembro. Como é que foi isso? Na

Então, nessa escola, eu trabalhada E apareceu um grupo de pessoas lá e estava montando uma escolinha de informática, dessas que não têm sede. Eles vão na escola do estado e dá aula lá aos sábados. Então, eu convidei meu marido para ir dar aula de inglês nessa escola, porque estava previsto no currículo deles a aula de inglês. Né, e Aí eu fui fazer um cursinho com eles também. Fui fazer o curso de Basic Foi meu primeiro contato. Aí nós compramos um computador também, e meu filho era pequenininho, menos de sete anos, foi alfabetizado no teclado do computador. Olha que A gente achava muito interessante. Eu levava ele para o prézinho, era perto da escola onde eu trabalhava, e a professora falava assim, por que que ele faz o zero cortado? <laughs> Eu expliquei, né?
Então, hoje, seus filhos são todos ligados a computador?

Fala dos seus filhos hoje, assim a idade deles, que que eles fazem. Eh O meu mais velho. Te teve uma época que eu fiquei muito preocupada com todos eles. Né, eles tinham terminado o colegial, não estavam estudando, não estavam trabalhando. Então, eu ficava muito preocupada. Depois, as coisas foram se ajeitando. Eles foram

Ele foi fazer um curso em Santos para manutenção de aeronave. Então foi o primeiro que deu um encaminhamento profissional para a vida dele. Hoje ele trabalha na Tam, está bem, está adorando. Aí, o depois dele, o outro menino foi fazer. Biomedicina na Uni nove. Eu fiquei super contente. Puxa vida, agora esse menino assenta a cabeça, né? Só que aí ele aguentou só seis meses. Nós não conseguimos pagar, ele foi desmotivando e deixou para lá. Hoje ele está trabalhando como agente da Dengue na Praia Grande. Quer dizer, ainda está, voltou para o começo, estamos preocupados, precisa ajeitar a vida dele. <laughs>
Ele tem quantos anos?

Mas ele é muito rebelde. E E aí o mais novo, que é o mais responsável de todos, dá até raiva. Ele fez assim várias experiências. Veio para São Paulo, trabalhou numa oficina mecânica. Na verdade, ele queria ser músico. Ele toca violão e guitarra muito bem. Eu sou mãe, então eu posso falar. Muito bem. <laughs> Então ele veio fazer. Ele ve, primeiro ele veio para São Paulo para fazer um curso na, como é que chama? Na Conceição tem uma escola de música. Acho que vocês devem conhecer. Ele veio fazer. Na Conceição. É. É Tem uma escola de música na Conceição. Ele veio fazer um cu um curso de guitarra aí. E Isso, Instituto de Guitarra e Tecnologia, I gê tê, E Aí ele gostou bastante, ele queria comprar um violão melhor né, ele falou, vou trabalhar para comprar o violão que eu quero. E entrou numa oficina mecânica lá no. Na Zona Leste. Entrou numa oficina mecânica, trabalhou lá um ano, comprou o violão que ele quis e voltou para Praia Grande. Aí lá na Praia Grande agora ele conseguiu emprego na Porto Seguro. Continua mecânico, mas agora é da Porto Seguro, então está com um emprego mais fixo. E a o sonho de ser músico, ele está deixando de lado. Por isso que eu falei que dá raiva. Ele é muito independente, ele é muito responsável, então ele quer cumprir as coisas dele tudo direitinho. Ele, ele falou que música para ele é utopia, é só um sonho que ele está deixando de lado. Né, então. Por isso que eu falei que dá raiva, eu fico inconformada. Porque ele se seguir, ele tem tem futuro, né, nesse ramo.
Entendi.

Queria falar. Agora há pouco eu lembrei de uma coisa que eu precisava falar, mas eu acabo esquecendo, a minha memória é tão. <laughs> Eu acho que era dos meninos que eu ia falar. Ai, me perdoa.
Bom, se não lembrar. Eu vou lembrar
Sempre de portas abertas, você pode voltar e fazer uma outra Eu vou lembrar quando terminar a entrevista.
E a gente sempre termina a nossa entrevista com uma. Pergunta padrão. O que que você achou de de rememorar a sua vida, de contar a sua história aqui para a gente?
Ah, eu fiquei muito feliz. Gostei muito.

Foi gostoso, sim. Eu nunca tinha contado para ninguém da do, dos piqueniques que meu pai fazia domingo com a gente. Eu gostei, fiquei muito contente.
Que bom, a gente fica muito feliz por você ter contado a história para a gente. A gente agradece muito, foi um prazer.
O prazer foi meu, enorme.

Sou professora, atualmente eu sou orientadora de informa